Qual o seu nome, o local de seu nascimento e quando a senhora nasceu?

E a minha mãe era muito mocinha, uma menina, menina de quatorze anos, bonitinha.

Eu conheci ele, né, porque ele ele tem uma casa E tem até eh essa mobília, essas coisas. Tem guarda-roupa, tem tudo. Você vai casar com ele. Eu disse ah mãe... eu não quero casar com ele, não. Você tem que casar, como não? Ele tem essas coisas aí, tem casa. E ela começou a chorar, chorar. Nasceu uma uma tia mais velha, né? Diz que quando foi de manhã cedinho, diz que ela pegou uma trouxinha escondida, saiu longe. E chegou lá chorando, chorando.

É você mesmo? ah Abre a porta para mim. Aí falou assim, a mãe queria que eu casasse lá com... Eu esqueci o nome dele. Aí eu não quero casar, não. Eu

O quê que é isso? A mãe queria... Não, não. E você fica aqui, eu vou arranjar uma um lugar para você trabalhar, né E daí, ela disse, eu conheço uma família muito boa, que eu conheço, e você vai com eles.

Daí ela, você foi lá, né? menina trabalhadeira. Então, ela falou que, naquele tempo, não tinha máquina de lavar roupa.

Desce e depois é ali o quartinho da da empregada. Aí depois tem aquele tanque, dois tanques. Um um ensaboava em um, despejava aquela lama... E eu já já tinha, acho que eram uns três anos, porque eu gatinhava, né E eu, naquele tempo, toda mulher cantava. Tudo tinha voz. E a mãe cantava, cantava, e eu já ficava assim, escutando. E a mãe me via, eu sempre gatinhando, gatinhando, né E ela ficou contente, cantando, cantando. Desde que, quando foi um dia, a mãe viu que eu que eu mexia com com aqueles vasos de planta que ela tinha, né Mas foi muito tempo. Desde que, quando foi um dia, ela ficou prestando, ué.

Diz que ela viu que eu mexi o vaso. Daí diz que aqueles tatu-bola, sabe aqueles bolinhas?

É, diz que abriu a minha boca, diz que era uma massa. E diz que eu fiquei com raiva ainda Daí, diz que lavaram minha boca, tudo. Me deram um purgantinho de sela e rosa. Tudo isso. Tanto eles falarem, parece que eu estou vendo, né?

Vamos tudo ficar em em observação. Diz que até hoje, olha, ficou muito bom. Nunca tive nada... né? Então, quando qualquer coisa se faz assim, você tem uma cabeça. Eu comi tatu bola.

Eu sou a mais velha, a primeira, eh

Depois o Floriano, não, a Irda, Zilda, e depois o Floriano, que é o Caçula. Agora estou só eu aqui.
Fala o nome da sua mãe todo.

E seu

Ela veio morar nessa casa e você passou a infância nessa casa? Nessa casa...
É, depois

Então, daí se olharam, se gostaram, né? E fizeram casamento lá na igreja de Pinheiros, direitinho, tudo, né? Agora, a minha avó tinha raiva do do do do pai, porque queria que casasse, né, e e

E quando eu ocorreu, benção vó. E ela fica olhando, chorando, porque é mãe, mãe é mãe, né? Claro! Mas ela conheceu o pai, que ele era uma pessoa inteligente. Né, então, um dia ela falou assim, eu vou fazer um almoço e vou convidar a a mãe, porque eu não aguento mais ficar sem ela. E eu tenho certeza que o almoço não vai fazer desaforo para ela, né E ela fez um almoço que, também de tanto falar, eu me lembro. Um almoço especial. Era chuchu recheado, hum. Eu cozinhava o chuchu, tirava aquela, né, punha a carne moída, punha, depois fritava, ela fez aquela mesa e convidou ele, né. Ele foi. Chegou lá e tratou bem dela, né. Ela tinha certeza que ele não ia, né, tratou bem dela. E depois falou assim eh eh, que ela já ia saindo. Então, ela disse, espere um pouquinho que eu levo a senhora até lá. Pus ela no no no carro e, olha, ela ficou amiga, sabe? Aquela coisa toda, né? E e essa foi a a essa história, né? Qual o nome? e depois, e o pai, depois, quando a a avó ficou doente, Fui na casa na casa da da mãe, né? E o pai tratou ela eh... Foi o o genro melhor que ela teve no mun

Olha só, <laughs> Qual o nome da sua avó? Do pai é... Espera aí.

Ela veio de algum outro lugar ou ela também era de São Paulo?
Não, ela era ela era da África. Ah... Então, foi elas que vieram naquele navio negrito. Hum... E tem um filme que foi a realidade, que eu não me lembro o filme. Lá na África, ela era feliz. Tinha ela, o marido, os filhos, né E, quando chegou aquele aquele navio, pegava a força, né

Diz que deu um saquinho de ouro para ela. Se você precisar de alguma coisa, você vende. Dá ... Ela chorando, porque os outros irmãozinhos dela ficaram, né? Só veio ela. É, da família só ela? É, sim. Que saiu. Outros saíram para outros lugares. Daí, então, de raiva, quando ela chegou, assim, em alto o mar, ela pegou o saquinho e jogou no mar, não quis sabe de nada Era uma pessoa muito revoltada, né? Por causa dessa dessa vida que ela teve, né?

A senhora lembra dela, de algumas coisas que ela

Depois eles vieram para São Paulo, lá, lá e e eles foram morar numa esquina da avenida paulista lá, mas num lugar onde tinha, era uma cocheira, e depois um quartinho lá eles alugavam, e o fogãozinho era para fora. E eu me lembro muito, tenho em casa ainda guardado. Era um daqueles tachos de cobre, né Limpava ele eh com limão e sal. E depois deixava assim, sabe. E aqueles tachos eu tenho ainda em casa. Uma vez, uma uma das primas falou assim, ah, eu quero esse tacho para me fazer, esse é meu. Agora, na hora que eu sair, vocês façam festa, porque isso me traz uma lembrança muito grande.
E do avô a senhora lembrava?
Avô?

Não.

Do avô, eu só me lembro eh, como ela era escrava, e sabe como é que é o tempo? Também era assim, eles faziam as meninas casadas para procriar logo, né? Era para... Daí tudo ela ficou sabendo aquilo, né? Uhum. Daí um dia a vizinha,

Ela sabia já o porquê de tudo, ela já estava com quatorze, quinze anos, né, e falou assim, ainda se fosse com o filho dele, que ele tinha um filho já, forro, se bem que ele era uma pessoa boa. Depois que a gente ,ele falou assim, forro já era livre. Eu pego essa menina e ela fica livre, né Mas ela ficou com ódio. Ainda se fosse com o filho dele Mas não tinha isso. Então saiu casar. Uma uma mulher maior. Chegou ao padre e fazia o casamento, né. Quando chegou no, ele falou assim, é de espontânea vontade do Sr.

falou, sim, senhor. Daí ele falou assim.

Daí estavam casados, saíram casados. Daí, quando chegou na porta, ele para agradar, ela pegou uma uma tigelinha <laughs> que ele levou, disse que deu para ela. Ela pegou a tigelinha e jogou no chão. Assim foi a anúpsia dela. Uma menina com quatorze anos, né? Olha que, né Mas ela era uma pessoa revoltada por causa disso.

E do seu pai? Qual a lembrança que a senhora tem?
Do pai? O pai é uma pessoa civilizada... Já Ele veio para Pindamonhangá. Ele, primeiro, ele foi trabalhar nas docas de Santos, mas era um serviço muito pesado. Então, ele saiu de lá e tirou a carta, né? E daí ele ficou chofer de praça. Isso mesmo.
E sua mãe contava como ela conheceu o seu pai?

Foi ela que... Eles se olhavam e se e se gostaram, né? Daí, então... Ela sabia da mãe, sabia que ele ia lá Ele chegou lá e ela fez aquele jantar, que foi o chuchu recheado, convidou ele e convidou ela também. Quando eles saíram de lá eh, ela estava toda ressabiada, mas olhando com ele e falando assim, ela, então, já já vou embora. Ele falou, não, dona, aí eu levo a senhora. Quando ela no carro, ela saiu, ela falou assim, olha tem carro, né, daí ficaram E, quando ela ficou doente, ela morreu lá em casa. lá em casa, isso me lembra da história que eu vivi.
E outras lembranças dessa casa que, do, que você estava contando? Porque essa casa que tinha o tanquinho, era essa casa que vocês moravam?

Então, era lá que a mãe... Era lá que ele conheceu... Ele era chofer deles e ela era... Então, era lá que eles se conheceram. Aí, se conheceram e, né? <laughs>

Aquela igreja lá. Casaram direitinho e tudo, né? E assim foi a vida. E vo
E depois vocês moravam numa outra casa? é A família, você, seus irmãos? ah...
Depois, vamos morar... Você foi morar em vários vários lugares. Papai era chofer, não é? Uhum.

Tinha a estação dos bondes, era naquela rua. Nós morávamos ali, né? E ali que a gente cresceu e e foi trabalhando.
Dos lugares que você morou, a senhora morou, qual que a senhora lembra mais, ou a casa que a senhora lembra mais? eh Essa do Brás ou...?

Então ela, ela era

Então, ela fazia assim. Todo dia, ela tinha um atardinho daqueles caixões de sabão. E ela tinha uma uma nos nossa senhora da parecida, que até eu tenho ela lá. Então ela acendia uma vela e convidava as criançadas para ir para ir para rezar a ave maria, ensinando a ave maria, né Mas as crianças iam lá por causa da bala, <laughs> porque depois ela dava umas balinhas, então era assim de criança, para chupar as balinhas.

Aí ela falou assim, como que eu vou fazer capelinha? Precisa de dinheiro para fazer. Não, aí você faz uma aí qualquer coisinha. E aí, né, ela começou a fazer a quermesse.

Todo mundo dava, uma dava ãh as coisas assadas, sabe, o frango assado, e ela fazia aquela quermesse. Eu fui juntando dinheirinho, dinheirinho, daí fizeram uma capelinha. E... agora tem, ainda tem a capelinha agora. E então, depois, quando nós ficou mais grande, eu ãh ãh doei, sabe? Dinheiro para melhorar, capela, tudo, né? E essa é a nossa história <laughs>
<laughs> A senhora lembra do dia que inaugurou, o dia que essa capela ficou pronta?

A senhora lembra desse dia?

Tinha procissão. Então eh, de lá até Pinheiros, era <hesitation> aquele... aquele vorelho de lado a lado daquela estradinha. A gente fazia aquela posição até chegar na na na Ponte Pinheiros. Lá a gente voltava, né Cantavam aquelas músicas, é... Cantava. Ih, meu Deus do céu! A gente cantando. Foi um trecho bom da vida da gente, né

Então, a tia posava lá. Mas ela, depois, que ela saía, um dia ela atravessou assim e ela viu uma mina de água. ah... eu vou comprar esse terreninho aqui porque assim não preciso fazer poço, né? daí Tem até hoje, sabe a... E ela comprou. Depois ela comprou um terreninho. Daí ih ficou assim um no meio. Depois tinha outro que comprou aí. Depois o outro desistiu.

Daí eu comprei, né Daí ficou unido.

E ela, às vezes, trabalhava com dois tiares. Se faltasse mais, ela trabalhava com os três e dava conta.
E essa fábrica, a senhora começou a trabalhar lá bem novinha?
Eu tinha dezessete anos, dezoito anos, mais ou menos, quando fui, quando eu comecei a trabalhar lá. E como foi que a senhora entrou nessa fábrica? Então, porque lá tinha discriminação. Fábrica de seda, preto não trabalhava. Não, não. Não trabalhava mesmo. Era só eles. E o se se

E pôs. Então, daí eu comecei a trabalhar na fábrica de seda...
E como era essa fábrica? Como era feita assim a
Tinha os os teários. Naquele tempo, não era nada automático.

Manual, né? Tocava lá, baixava um lá e ia... Dei a lançadeira para lá e para cá, né?
Nossa senhora, ele foi assim. E os fios de seda? é.
Agora, depois tinha já tudo em cima que ia descendo, né? Depois já tinha onde passar o tiar. Se a gente errava, fazia defeito, a gente amolicia e tirava aqueles fiozinhos. Depois acertava tudo, né Eh... Foi um trabalho muito. Para a gente era era era fácil, né, porque trabalhava muito tempo, né E depois ele ele vendeu a fábrica e os outros compraram, né , e

Era dentro do... Então, tinha que ir lá, senão perdia, né Se fosse longe, ele tinha que indenizar. Mas, como era perto, né, daí eu fiquei trabalhando nessa outra fábrica, né E até que depois eles... ah, eu não sei o que aconteceu com eles. Tinha muitos diários parados e Eu, como era a assim a mais velha, eu procurei um advogado. Apareceu um advogado e eu falei para ele assim, ó, doutor, o senhor segura esses materiais aí, porque, se ele fizer qualquer coisa, depois ãh ele não tem nada para... Ele falou assim, não, não tem perigo, não. E foi o contrário.

Eles já tinham vendido tudo, mas eu gritei. Mas eu não falei para o senhor que Daí eu fiquei mais forte, né Eu falei para o senhor A família dele me deu uma desculpa. E daí nós ganhamos a indenização. Fui para Brasília. Ainda foi em parcela. Não ganhei nada.
E como era o dia-a-dia na fábrica? Porque a senhora falou que tinha discriminação. E aí vocês, ah... foram trabalhar...
Ah, não. Se chegava uma preta lá, não tem. Mas uma coisa tão tão ah ah... Quando eu saí de lá, eu eu fui procurar outro serviço, né. Cheguei lá e encontrei com uma amiga minha

de cor, <laughs> não impedem Daí eu saí de lá ih ih Enquanto enquanto a... ela estava lá, eu vi... Abriu uma porta ali, eu vi os tiares e eu fiz um defeito. Aí eu pulei lá, fechei, parei, né. Daí a uma que estava assim... Nossa, ela sabe trabalhar mesmo, né. Mas lá, no no, preto não entrava.
O que que eles diziam que na fábrica de seda não podia?
Eles falavam alguma coisa? Eh, fa fa falava

Falava que não, que lá era só os estrangeiros que vinham de lá, não sei de onde, era só eles. Você quer perguntar agora? Tinha, tinha, mas assim, a olho nu.
Mas nessa época era só em fábrica de tecelagem ou na sociedade? Não, era só tece

Qualquer tecelagem de seda Porque ganhava mais também, né, um serviço mais delicado.
Tem alguma, alguma, história, algum caso dessa época da fábrica da tecelagem?

Que a senhora lembra? Algum caso que ficou marcado na sua memória? Uma história, algum acontecimento assim?
Foi esse que foi né muito marcante né
Eram só mulheres trabalhando?
Não, tinha homens também.
E o trabalho era igual, dos homens e das mulheres, ou diferente?
Tinha um um lugar que faziam tecidos mais fortes, né, então Aí os homens que trabalhavam subiam para, né Mas, depois, quando eu eu eu passei para essa fábrica, eles todos respeitavam. Eu trabalhei com uma... Era só homem e só eu de mulher. Então, um dia, um dos terceiros me falou assim, escuta, Zilda, você não tem medo de trabalhar aqui no meio dos homens? Eu falei eu falei assim, quem andar com Jesus Cristo não tem medo de assombração. Eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Ele falou, olha, você pode ficar sossegada, que aqui nunca ninguém vai mexer com você. E me respeitaram tudo tudo. Isso aí ficou bem marcado.
Na época da sua juventude, porque você entrou na fábrica com dezesseis anos, né? Foi. E na E antes de dezesseis anos, antes de entrar na fábrica, quais são as suas lembranças de antes de entrar na fábrica?
fomos sempre de igreja, né? Hum. Sempre de igreja. Desde criança? é, nascemos

Sempre muito de igreja, então nunca houve coisa, né, não tinha outra coisa, era Deus no céu e ponto.
<laughs> E os irmãos também? é.
Todos, era tudo.
A senhora lembra de de algumas brincadeiras com seus irmãos de ou de alguns passeios? Além da igreja, porque igreja é sempre, né?

Então, mas se fosse de igreja, a gente ia, né?
Tinha algum passeio que vocês faziam?
Tinha, quando tinha passeio, a gente ia, né? Algum lugar, assim, que... Então, e outra coisa, eu ia depois, quando a mãe... A mãe ficou doente. Nossa Senhora! Sabe, daquele tempo que que é eu nasci, ela ficou com... Eu tenho os meus irmãos. No último parto, ela sofreu muito. Ela ficou com uma hemorragia muito grande, com problemas. Mas, naquele tempo, a mulher não ia ao médico, nem morta, para fazer um... um trabalho, não ia. Nem os maridos deixavam, mas nem ela não ia, não. Morriam e ela ficou com uma uma sequela. Ela tinha aquela desemorragia. O dia que ela amanhecia assim, era o dia inteiro. Foi indo que ela ficou tuberculosa, porque teve tempo de ficar sem comer e tudo, e daí ela ficou isolada. Porque também o pai arranjou um um cantinho lá. Ela ficava triste, mas eu sozinha aqui. E assim foi, foi indo, foi indo. E ela na naquela coisa. E outra coisa que marcou muito na nossa vida era um cachorrinho que se chamava Menino. E o cachorrinho ficava assim, olhando para a dona dele, né, que tratava dele. Tudo, né. Isso marcou muito a gente, o o Menino, né. Não menino, moleque. Moleque era o cachorrinho, né. E a mãe ficou ficou ficou até que ficou E o o moleque, então, ela tinha um chinelo, ele pôs pôs o chinelo ali, né? E ele ficava ali olhando para dona dele... né? Ficava ali. Então, quando ela entrou na agonia, ai, meu Deus, que sofrimento. muito longa, né. E daí

E a gente, com aquela tristeza, chorando, entrava e saía, né.

Porque eu sempre fui muito expansiva, né, e ele também.

<laughs> Que artes que ele fazia?

Eu sempre gostava de cantar. Né, e ele também era bagunceiro, né.

Negra velha é tua avó. Ele dizia assim, é tua também. Era assim, sabe? Tinha uma uma vida normal, mas séria, né?

Naquele tempo, era diferente as coisas, para tudo, né?
Como diferente, assim?
É porque não não tinha uma idade muito... Sempre houve, é lógico, né, uma coisa do mundo. Mas, naquele tempo, não. Era tudo tudo, era mais simples.
E os outros irmãos? O outro irmão e a outra irmã?

Ela era uma pessoa... Tudo dela era perfeito, perfeccionista. Tudo ela fazia perfeitinho, tudo, tudo, tudo. Essa aqui, né.

Vocês eram muito unidas?
Muito. E a gente queria ir para o convento, queria. Mas como que a gente ia para o convento? Você ia para o convento...? O pai nunca pôs mulher nenhuma em casa. Ele ficou o pai e a mãe.

Daí não deu para para a gente ir para o convento. Daí a nossa vida foi assim.
As duas irmãs, você, a senhora e a Ilda, queriam ir para um convento?
Queria. Agora, eu, como era sempre mais elevada, naquele tempo era ãh... era tudo... não era assim, né? Eu às vezes pensava, se eu for lá, qualquer graça que eu fizer, der risada, eles me dão, pedem para mim sair. <laughs>

Que gênio que você tem, porque tudo que você fala é palhaçada.

Então, essas coisas que eu me lembro do tempo.

Mas ela gostava de artistas, né?
Ah, muito! Orlando Silva, Francisco Alves. Antes dela dela ficar muito de Não, de grega sempre foi. Mas ela ia para concórdia para fazer, né Lá vê o Francisco. Tem até autografado deles, né? Do Orlando, do Francisco Alves, né.
Né, então. Ela ia onde encontrar?
Era uma rádio? Esta No Estação da da do Norte, lá ia... Aquela praça, como é que chama?
Tinha uma rádio lá? Não.
Lá tinha uma praça. E eles faziam aquela... E lá de cima eles cantavam. Ah... Em frente à Estação do Norte.
E a senhora ia também lá?
Eu gostava, né? Eu gostava, mas eu não não não ia muito lá, não. Eu já precisava cantar eu mesmo em casa, né.
Tem alguma música que a senhora lembra?
Música?
De cantar ainda?
De vez em quando começa a cantar... Não, eu cantava muito nas procissões. Ah... Eu tinha uma voz alta. Quando chegava a Semana Santa, porque era um respeito, né? Então, <coughs> a gente cantava. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. <laughs> oh, voz afinada. <laughs> Ai, meu Deus, era assim. Foi uma vida muito, muito normal. Lógico que tem alguma coisa, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui. E você
E vocês cuidavam dos dos irmãozinhos?
Ah, cuidava.

Então, um dia eu estava sentado assim e ele segurou assim em mim. Tinha seis aninhos, né? Daí eu falei, larga de mim, naninho.

Eu falei, naninho, quando era pequeno, larga de mim, naninho.

Mas eu não aguento. Na rua, ele estava assim, estava olhando para mim. Os outros perguntavam, é seu filhinho? Eu falei, não, é meu irmãozinho <laughs> Uma vez ele teve uma doença nos olhos, levei ele Quando ele chorava lá, doía para mim, meu Deus do céu, né. Ele foi filho, né. Eu fui mãe dele mesmo.
Que idade você tinha? Eh...
Quando a mãe morreu, eu tinha dezenove anos, vinte, né. E já pensava
Nessa época, já não tinha, tinha deixado a ideia do convento?
Tinha, porque não podia deixar o naninho ali.
Já estava trabalhando na tecelagem... Depois
tecelagem, agora Vivendo uma vida normal, não houve

Até que teve, <laughs> mas eu não gosto nem de lembrar. Uma vez, tinha um que que estava de olho em mim. Queria marcar um um um lugar, porque era assim, as coisas eram muito Não era assim, né? Então, eu falei para a, muito obrigada, mas eu sou comprometida. <laughs>

Não <laughs> Então, agora, ele ia pensar, mas namorado, nunca vi com <laughs> ninguém. Sempre sozinha, <laughs> por isso que... Eu falei, se eu fosse falar que eu tinha uma consagração, ele não ia acreditar, nem saber, não é? Então, eu fiquei quieta ai eu falei para minha cunhada <laughs>
E quando foi a sua consagração?
Então, porque eu não não podia ir no no convento e naquele tempo tinha um A pessoa dizia assim, eu não me caso, num, pode aparecer um homem de ouro e eu não quero nada com casamento, né. Ih E essa é uma forma mais ou menos assim. E continuei muito bem <laughs>
O que o que a senhora pensava, assim, que que a senhora resolveu mesmo seguir esse caminho? O que

Foi assim foi assim, a mãe, naquela vida, assim, a gente sempre foi de igreja, eu fui filha de Maria toda a minha vida, tanto é que a minha irmã agora ainda tinha aquela Tem um retrato lá da

Ah, tinha tudo. Tinha catecismo, tinha a Filhas de Maria.
E como era ser filha de Maria?
Filha de Maria era era ... A gente fazia um voto. Né, então ih... Menina ainda? É, fazia um voto. Então eh eh, naquele tempo era, não tinha casado. Então, eu andava com aquela, aquele vestido branco, com metade da perna, <laughs> uma faixa azul e uma fita azul, até tenho azul, né. E a gente ãh saía da da penha, saía da da igreja, dava a volta de um colégio de irmãs, cantando... Aquele frio, São Paulo da Garoa, tudo. A gente que deixar o paletó tudo lá no no. Depois que acaba, a gente molhadinha <laughs> ia lá pegar o. E era assim a vida. Tinha essa simplicidade, essa, umas coisas que não não eram mas para mim, nunca fez mal.
As filhas de Maria não namoravam...? Não!
Não, não, não. filhas de Maria não. Podia, é claro. Agora Quando casasse, casava dentro da da da, né, ãh, a filha, os noivos no meio, né. Essa é a filha de Maria. As coisas eram muito simples. Naquele tempo, para nós, era tudo. Mas, se a gente vê agora, era era era uma bobaginha, né.

Era o sentido daquele tempo. Tinha o sentido.
E o casamento de uma filha de Maria, como era?

Quem que ficava, assim, do lado?
Você falou que ficava, assim, uma fila... É, e eles passavam por meio, casar. Depois iam no altar e casavam.
E a sua irmã também não casou.

Também não. As duas fize Então, porque as duas queriam ir para o convento, e ela queria ser ãh...ãh... de clausura. Clausura, que o tempo era... Entrava lá, só saía nem morta, porque tinha até...né! Agora, eu, coitada de mim, como era levado da breca, eu falei assim, <laughs> se eu for no convento, a hora que eu vou numa bobagem, aqueles dê risada, eles me convidam para ir embora. <laughs> Eu tinha certeza. Daí fizeram essa consagração e pronto, estamos aqui.
Senhora, lembra do dia da da consagração? ãh? Como era essa cerimônia?
A consagração era um voto que a gente fazia assim, mais ou menos solene, mas não era uma coisa, né? ãh, eu... Nem que apareça um um um casamento e um homem de ouro, eu não, né, eu prefiro ter uma coisa mais ou menos assim, simples, né.

Era só isso, não tinha escritura, não tinha nada.

E prometia outras coisas também?
Agora, também, se quisesse casar, tivesse de novo, não. pegar outro caminho Daí não tinha problema nenhum, né, porque tudo era livre. Enquanto quisesse ficar sorteiro, ficava. Se quisesse casar também,

O pai? seu pai...

Falou assim, olha, se elas quiserem casar, eu deixo. Agora, se elas não quiserem casar, eu não me incomodo. Desse jeito. Se elas quiserem casar, elas casam. Mas se elas não quiserem casar, eu...

Era para... Tinha uma menina lá, né? Ele não Mas eh depois ela... Era muito doente. Ela tinha uma doença no coração... Aí... E era filhada da da da minha tia.

Ele falou, olha, essa essa menina ela pode viver muito tempo, até os treze, quatorze anos, mas ela, o coração dela não vai, né, daí, ela fez tratamento e tudo.

Era uma fila de filhas de Maria e congregadas... E tinha um que estava de olho em mim. <laughs> E eu não sei... Eu achava besteira dele, né? Então, ele olhava para mim, né? e E e eu dava risada. E ele achava que eu estava... <laughs> achando... dando dando bola para ele (riso( e eu tava fazendo calçada. <laughs> Ai, meu Deus do céu. Ô, bobo.

Vai pensando. Pode pensar o que quiser, <laughs> seu bobo. Pode viver. <laughs>
Quer dizer que a senhora teve, alguns que gostaram da senhora... Não...
Mas quando gostava, alguém falava comigo... Eu pedia até... Olha, muito obrigada. Eu agradecia. Mas eu sou comprometida. E ele diz assim, eu nunca vi essa mulher <laughs> com ninguém, né.

A Conceição, ela acha graça de eu contar. Quem é Conceição?

O o irmão da senhora casou com uma... chegou a casar com essa moça que ficou doente?

As as viúvas estão todas aí, né? As duas, né? Mas graças a Deus elas estão muito bem. E sobrinhos? Eu tenho sobrinhos.

E... são esses dois.

Isso tu conhece, né? uhum.
E os outros... sobrinhos casaram... é. É, casaram. Tiveram filh
E agora tem uma criançada que é uma belezinha <laughs> E porque, e as crianças hoje são muito diferentes, né? Antigamente, quando a gente era pequena ãh, chega uma pessoa de idade, a gente, benção, benção, ó, Deus te abençoe, né? Pros velhos, né? Mas hoje, quando vê um velho, Sai de perto, não está nem aí

A senhora gosta de criança, assim?
Eu gosto. A quem que não gosta de criança, né? Meu Deus do céu. Ãh
Convive com seus sobrinhos? Com os filhos dos sobrinhos, com essa criançada toda?
Vivo. Eles vêm para... Dão trabalho, mas mas vale a pena.
A senhora mora hoje...

Mas sozinha?

É uma casa boa, tem, né, um quarto para cá, um quarto para lá, né? E a gente foi... ficamos as duas com muito... né, e ela ficou doente, com aquelas coisas todas, né?

Uma espira lá, outra fala, saúde aqui, né. Ficam, né, para lá e para cá.

Agora, essa que morreu agora, nossa senhora, não gosto nem de me lembrar.
Vocês eram muito amigas.
Virgem Maria, mas me balançou mesmo.
Vocês eram muito amigas.
Então, e uma uma com a outra, né?
Sempre juntas. É.
E ela ela teve uma vida uma vida muito muito triste.
Por que?
Porque ela... O que aconteceu? ela ela Ela disse que não, mas foi verdade. Antigamente, a gente fazia um xarope de casca de abacaxi. Todo mundo fazia, era normal, não é? Descascava, lavava, se punha, curtia. E, uma vez, quando ela fez, não fez bem.

Imagina, todo mundo toma, mas para você não fez bem.

Ela falou assim, ah, mas eu... to to tomar, né, e E daí, um dia, daí, quando ficava assim, ela precisou operar a garganta, sabe? Operou uma vez, operou outra vez. Daí, quando foi um dia, quando ela foi operar, o médico olhou assim e falou, imediatamente você vai para o hospital. Porque aquilo já não dava mais para para Daí, eles tiraram o estômago e ligaram pelo esôfago. Mas ela viveu assim ãh... Eu falei ãh... Eu eu chorei. Nossa Senhora! E uma amiga falou assim para mim.

Então, eu eu eu eu estava contando. Ela ainda durou dezessete anos.
Que bom. Que bom!
Mas, meu Deus!
E, na fábrica, vocês eram muito unidas também? Não, é
Tudo no lugar. E ela sempre foi muito mais espertinha do que eu. Ah, é?

Quando faltava uma uma uma companheira assim, eu nunca toquei Quando foi ela tocar os, eu dava conta.
Puxa!
Neguinho era danado!
E, lá nessa época, na fábrica, na tecelagem, tinha... Lá na. Tinha eh algumas ãh alguns assim movimentos de trabalhadores? Tinha... não, alguma coisa?
Tinha o sindicato. Ah, é? sindicato, e
E tem alguma história desse sindicato?
No sindicato... As mulheres participavam? não? a gente tinha pagava o sindicato lá para qualquer coisinha ele defenderem a gente. Mas também não defendia muito. Era tudo meio, tudo, né... E eles iam na fábrica?

Quando a gente tinha uma queixa, eles iam e chamavam o advogado lá. Tinha Conheceu o Rio Branco.

Baixotinho, baiano, baixinho, gordinho.

A causa que ele pegava, ele não não perdia.
E que causas de quê?
Quando tinha uma causa assim, né?
Que tinha problemas, assim, tinha Todo lugar tinha, né? Sim, mas, assim, alguma coisa que acontecia muito na fábrica?

Foi uma vida... Como as outras, não foi diferente, né? Porque aqueles não eram eu, era todo mundo, era assim, né?
Nas tecelagens, né, tinha bastante produção, né, de, é E o sindicato, às vezes, os as pessoas... Arrumava do do outro lado. Como assim? Como que arrumava? é

Daí, quando veio, ele fez o acordo, eu falei... mas porque não tinha bem... Eu falei, mas eu não falei para o senhor que que segurasse. Ah, mas que a mulher, não sei o que... Mas eu só faltei chamar ele de santo
E os os operários ficaram sem nada?

Tivemos que fazer acordo. Mas muito devagar. Acordo lá lá em Brasília. E ganhamos o mínimo. que trabalhou quarenta e tantos anos de de... na tecelagem... E, a essa hora, o sindicato... Não... passou do outro lado, né? Toda a vida teve isso, né? Não é aquele tempo. Toda a vida teve isso.
E teve alguma manifestação, algum movimento, alguma passeata? não.
Não, não, nada, nada. Saímos com raiva só <laughs>
Enquanto a senhora trabalhava lá, teve algum dia assim que parou a fábrica?
Ah, tinha! Tinha... ah...Isso era comigo mesmo. É?

Porque tinha um ãh... De vez em quando parava a fábrica, a gente ficava uma porção de tempo parado e a gente não ganhava, né? E eu fui... Fui analisando. Daqui a pouquinho quando, qualquer coisinha, tocava a fábrica. E tinha o o almoxarifado lá, né Daí, um dia, eu fui para para lá e falei para a menina lá, escuta, será que nós vamos tocar agora a fábrica? Ela falou, não. Eu falei, por quê? Mas eu também fui de morte. Eu falei, por quê? Eu queria saber o porquê.

Se o não tem nada, vocês param, daí ele toca, porque daí não tem nada. Falaram assim, deixa comigo. E aí? Quando... Quando, por exemplo, estava cheio e o pessoal parava, eu Ninguém vai tocar os tear. Sabe por quê? Porque está cheio lá. Falava alto. Eu também fui de morte também. Falava alto. Ninguém vai tocar. Fica parado aí. Quando eles viram que que ninguém parou, eles tocavam os tear. Agora, se se tivesse não tivesse nada e parasse agora, vamos tocar, vamos tocar.

Eu fui fui fogo também.
E eles atendiam. Ah...
Ah, daí eles acreditaram, porque viram com os olhos deles. Os outros companheiros? Os companheiros. Daí eu falo assim daí eu abri os dois olhos.

Então, quando eu estava não ganhava nada, por isso que não, que não era vantagem. Ah... Se estava o mochilão cheio, né?

Para eles era bom. Agora, quando estava cheio, estava bom. Agora, se faltasse, eles queriam, né? Vinha um um pedido lá e eles tinham. Tinha todas essas coisas.
Então, a senhora olhava e ia controlando a produção para não parar.
Olhava, se eu via era grande, mas era uma fábrica grande, né.
E os chefes, nessa hora? O chefe...
Eles ficavam todos com raiva, <laughs> mas se mancavam, né? Porque vocês estavam... Então, na na nossa, né? Enquanto nós não sabíamos, nós perdemos, né? Mas passou, tudo passou.
E quando parava a fábrica, eh, vocês não iam nem para a fábrica.
E outra coisa, depois, quando eu já estava com quarenta e sete anos, parece, que teve uma falência, parou lá. E eu

Ela falou, quantos? Quarenta e sete. Aí você tem muito tempo para trabalhar. Então, venha tomar conta. Tinha uma que tomava conta, né, e eu fiquei auxiliar daquela.

Eu perdi muito, daí eu fiquei, ganhei pouquinho, né, mas deu para mim. Daí eu lá fiquei tomando conta lá.
Era um pensiona?
Pensionato. Como é pensionato? Como era? O pensionato era assim, das professoras. Essas moças que ãh...do interior... Ah, não está ainda, né? Está. Pode falar do pensionato. Elas, moças do interior, elas precisavam vir para para para cidade ou coisa e tinha lugar que elas ficavam, né. Ficavam lá. Mas era rigoroso... É? Aquelas mocinhas, era dez horas. fechavam. Se fechassem, mas nem... não abria de jeito nenhum, né. Então, elas saíam, aquelas meninas, aquelas professorinhas, saíam um pouquinho lá. Quando chegava aquela hora, se não entrasse lá, ficavam na rua, porque não abria.
Não abria... E eram muitas?
Era bastante, era bastante. Até até houve um caso, uma vez, que uma uma uma fechou e eu, quando fechava, eu saía. E fechava, eles fechavam e eu ia para casa que era perto. Daí uma vinha correndo, correndo, correndo, correndo, fechou. Ela começou a chorar. Eu falei (onomatopeia), vem aqui. Eu desci, dormindo em casa. Quando foi de manhã cedinho, eu falei, Não fala para ninguém. Pronto <laughs>
Quer dizer que a senhora era bem amiga dela.
Ah, graças a Deus. Graças a Deus. De vez em quando ela tinha que que falar alguma coisa que, mas conta, porque tinha um regulamento, nossa, horrível. Se uma chegasse ãh na hora de dormir, não estivesse ali, lavava os pratos, aquela comida não tinha para ela. Era uma coisa. Era
Era de freiras? Hã? Eram freiras?
Não, não era, não. Não era freira. Era uma organização lá, uma
E a senhora trabalhou quanto tempo lá?
Bastante tempo com a Bastante tempo... Depois aposentei por lá.
E a senhora que cuidava das meninas lá? é
É, eu que cuidava.
Quer pergun?

E lá no Maranhão ela tinha uma vida feliz, né? Porque ela tinha oh...os filhos, né? Ih... viviam bem. E depois, quando entrou os navios foram lá e... E levaram...
Do Maranhão?
Do Maranhão. Tiraram ela de lá?

Porque daí um, eles já ficavam esperando. Quando chegaram os escravos, eles já compravam, né? Então... E a minha avó era revoltada por causa disso. Tanto é que até quando me contaram a história, ela falou o nome dos dos deles, dos filhos, e tinha o nome estrambólico, sabe?

Quando ela veio do Mara

Quando ela ficou no Maranhão.
Quando ela veio do Maranhão para cá.

Então, ele... Daí ela sabia o que o que ia acontecer. Ela tinha quatorze anos. Daí, então... Tinha que casar, né?

Então, ela falou assim, e ela falou, papai, ainda se fosse com o filho dele, né, ainda bem, mas com ele, É, mas daqui um pouquinho eu vou casar, e olha ela com ele lá ali. Ela teve
Vários filhos, como foi?

Daí, ela... Ela, qualquer qualquer ódio, mas sabia, né? Daí, quando cheguei na porta do... Aí quando foi no casamento, né? Que eu já contei, né?

E assim que ela saiu. Daí quando chegou na porta <laughs> da da que ela saiu, ele levou uma tigelinha, sabe, bonitinha E deu para ela, pegou a tigelinha e jogou no chão. E daí, que assim que ela foi para para a núpcias dela, ela falou que que os filhos ela queria bem.

Então, o filho ela ela queria bem. Mas o o o coitado, <laughs> o diabo não queria nem saber.
Ela teve muitos filhos?
Ela teve... que é o meu pai, né?

Ai, meu Deus do céu.
Ele teve muitos filhos.

Aí eu me esqueço agora quantos que... Eh, ela teve os filhos. Os filhos ela gostava, mas... Agora eu não sei como é que acabou o

Então, daí eles se largaram. Eu não fiquei sabendo. A separação deles... Aí se separaram. Ela já tinha raiva dele <laughs> Quando tiver que estar junto, imagina. Daí eu não fiquei sabendo mais, nunca fiquei sabendo como ela, como eles se acabaram.
E ela contava?

Ela contava?
Ela contava que eles iam lá, né, e, entravam lá, davam comida O lugar onde estavam esperando, já estavam esperando eles lá.
Onde chegavam, né?
É, daí ficavam lá.

Mas já foi um caso livre, né.

É isso que eu sei. E é complicado.

Era tudo que nem os animazinhos, né? Não não tinha aquela para, né, de gente, né? Mas tudo isso passou, né? Agora pode ser que ainda tenha em algum lugar por aí, mas agora não é mais assim.

E a senhora estava contando eh depois, contou a infância, contou a como vocês iam bastante na igreja. A senhora fazia trabalho na igreja? É. Tinha trabalhos para fazer na igreja?
Tinha, tinha, se a gente. Tinha tinha as reuniões, não é? Era tudo muito fechado, mas tinha. E a gente cu cumpria daquele jeito.
E até hoje a senhora frequenta a igreja bastante?
Ah, hoje eu frequento, né? Frequento a igreja. Agora com esse... Agora, eu por exemplo, eu antigamente era um pecado mortal a gente ficar sem missa.

Lembro. Então, mas agora não é assim. Agora é tudo, está tudo, né? Que nem a tia falava assim, minha madrinha, né? O Ô, meu Deus do céu! Quando que eu fiquei um domingo sem missa? Então eu falei, tia, a senhora está em paz e perfeito. Quando a senhora pôde, a senhora ia. Agora a senhora não pode, está encerrado. Pior é se a senhora disser assim, por exemplo, eu quando podia ir, não fui. Agora quero ir, não vou. E eu falava para tia.

A senhora está está em paz. E a tia, e a morte dela foi uma morte que todo mundo queria ter igual. Ela ficou doente... então eu ficava com ela lá. E ela falava a noite inteira, sabe?

Eu falava, tia, é meia-noite.

Eu falei, tia, é meia-noite e meia <laughs>

<laughs> daí um dia eu pe

Quando ela deitava, a dentadura, ela punha um copo d'água <laughs> Então, eu falei para ela assim, tia, quando eu souber que a dentadura está no corpo, é porque é de noite. E quando sabe que a dentadura não está, é de dia.

<laughs> Ah, mas aí eu não dormia de tanto dar risada <laughs> endireitar o pescoço e virei com o nariz para trás, porque agora ficou pior <laughs> Ai, meu Deus do céu.
Que congregação que a senhora fez, os vossos, que a senhora se congregou?

Era uma congregação?

movimento, a gente ia lá e... Olha, tinha tinha uns dizeres, né? Que a gente se consagrava, que mesmo que aparecesse um homem de de ouro... E depois tinha alguns trabalhos que vocês faziam? não, tinha Tinha... A gente tinha umas reuniões, assim, mas não era uma coisa fechada, não. Não era convento, não era nada. Era uma coisa assim. De reuniões... É, é. Não tinha... Não tinha...

Ele falou, olha, muito obrigado, mas eu sou comprometido <laughs> Mas a Conceição, ele nunca me viu com ninguém. <laughs> Eu ia falar para ele que tinha voto, eu nem ia entender, né? <laughs>

Eu falei, ó, eu me saí bem <laughs>
Mas passeavam? Vocês passeavam? Passeavam? ah...
Ah, eu, uma vida normal, de igreja, tudo, mas sempre fomos de igreja, sempre, né? Graças a Deus. Mas tem essas coisas, né? Mas eu sempre fui muito... meio gênio. Alegre...

Se eu fosse para o convento, eu não ficava <laughs> Não ficava. Porque a hora que eu falasse qualquer coisinha e desse risada, me convidavam a me sair. Era muito do teu lado, né? Eh, era muito Agora não. Hoje até as irmãs, hoje até dançam, né?
E dançar? a senhora dançou?
Dancei. É? Dançava. Eu gostava de dançar.
E onde vocês dançavam? eu dançava

Então, quando eu tinha alguma festinha, eu ia lá e falava para o Monsenhor Meirelles. Falei, olha, Monsenhor Meirelles, eu vou numa festinha, mas eu vou Ele falava, pode. Contanto que amanhã comungue, possa comungar, pode. Eu gostava de bolero, <laughs> eu gostava de dançar bolero... essas coisas. Mas também, antigamente era, dança não era pecaminosa, nem para o homem, nem para a mulher. Eles... A gente dançava pensando na na na música. Eu me lembro aquele... O Jardineira, por que está tão triste? Mas o que foi que aconteceu, né? Tanto ele como ela, era música.

Mas podia dançar. Agora, hoje, vira uma coisa de perna para o ar.
Agora hoje não sei, porque agora, né... Mas era um baile na casa das pessoas?
Quando tinha um casamento, ou tinha uma festinha, um aniversário, uma coisa, era no tabuão. A mãe morreu e a nossa madrinha ficou mãe de nós. Então, às vezes, tinha uma festinha... assim... Trabalhava na fábrica, chegava sábado, chegava, tomava um banho, fazia uns cachinhos <laughs> que eu tinha na cabeça, e o pai <laughs> dançava. No outro dia, estava tudo tudo tudo em paz. Né, não tinha nada de... Tanto o cavaleiro quanto era a música que eles
E tinha quem tocava na na...
Tinha, tinha música.

E serenatas?

Tinha muito, mas já não não é do meu tempo muito não, né.
E carnaval? Foi em baile de carnaval?
Carnaval, não. Carnaval, eu fazia retiro. Ah... Eu ia pintar o sete lá no <laughs> Ai, meu Deus do céu! Uma vez, eu tinha uma prima e nós fomos num retiro, né? A irmã ficava fazendo as leituras, aquela aquele silêncio que a gente via, né? E daí, uma uma delas saiu, passou assim e ela trazia uma porção de medalhas. Ela era de idade, sabe?

E eu tava sentado fazendo, escutando lá <laughs> Quando a mulher passou, ela fez (tamtamtam)... Aí mas me deu uma vontade de dá risada, né.

Daí foi pior <laughs> Eu fiquei... Sabe como é aquele ataque de riso? Pensei que ia morrer. Ela me tirou eu e me sacudiu. Para mim <laughs> de tanto que achei graça da do sino dela <laughs>
E cinema?
Iam ao cinema? é cine Cinema eu não eu não gostava muito, muito não. Eu assistia aquele Direito de Nascer e... Uma novela? Não. Amor Amor para Sempre.
– Novela também? É.
– Não, cinema. – Cinema? – E eu e eu sabia aquilo de cor. Tudo, né? Depois esqueci.
– Por que ia é, ia no cinema?

– O cinema. – Então, às vezes, a gente ia lá, né?
Mas sabia de cor, porque sempre era o mesmo filme? Hum? A senhora falou que sabia de cor o filme. É, eu eu
É. Eu eu assistia um filme e depois eu sabia eu Eu chegava e contava como era, tudo, né. Pois, agora passou. É essa a história <laughs>

E como, mas também minha filha com essa
E o bonde? Conta do bonde. Como...ãh? vocês pegavam o bonde para ir para os lugares? é...
É, eu ia a pé.

Elas subiam no bonde, o bonde já entrava lá, depois elas desciam, voltavam correndo, e a reinação delas também <laughs>
Para passear no bonde.
É, para andar de bonde.
A senhora lembra da rua assim, das imagens? A rua, como eram as ruas?
Era tudo paralepípede, não era tudo... Da iluminação, a senhora lembra como era? Tem coisa que eu esqueci, mas tem muita coisa que eu me <laughs> lembro Acho graça da da gente. Mas tudo era muito mais simples das coisas também.
Hoje... Bonita também.
Também. Mas, aquele tempo, eram mais sérias as coisas, né. Agora, esse negócio de televisão, de ...dessas coisas, acabou tudo, né.
Era mais sério como?
As coisas, né? Deixa eu ver como é que eu digo.
À noite, assim... Ficavam mais em casa?
Mais em casa, conversando.
E as ruas ficavam como à noite? Estou tentando imaginar como era.
As ruas tinham lampião de gás, né, que tem até a música, né Isso eu me lembro bem... Eles iam A consolação lá, né?

Tudo. Isso a gente lembra. Depois veio as músicas

Na na na

E tinha a Jacquard, aquelas máquinas que só homem trabalhava.
Não precisava fazer curso, né? não.
Não, não. Aquele jacquarde era um era um tecido mais pesado, e eh os homens eram em cima, e ele subiam para amarrar quando, né? Então, daí, quando eu saía de casa, dez horas, assim, era na parte da noite. E como eles trabalhavam de noite, eu tive que, né? E daí, um dos

Eu falei, quem anda com Jesus Cristo não tem medo de assombração. Eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Ele falou, você pode ficar sossegado que nunca ninguém vai mexer com você. E eles me respeitavam e nunca, graças a Deus. Isso aí marcou. Agora, eu esqueci, mas agora eu estou me lembrando <laughs>
Mas era assim. Então, para trabalhar na na tecelagem, não precisava fazer cursos, né?
Não, não, não.
A senhora estudou A senhora disse que, quando era pequenininha, estudou numa escola até o quarto ano.
Até o quarto ano. Eu tive um tempo na na
A senhora lembra da escola como era?
É, eu me lembro.

Cheguei lá e comecei a chorar, chorar, chorar, chorar, chorar, né. Daí ela foi lá, me pôs eu deitadinho a dormir. Daí saí. Mas aí eu não queria mais ir na escola. De jeito nenhum, né. Daí nós fomos para Penha e lá não tinha escola, só tinha as irmãs. E eu não queria de jeito nenhum ir lá. Daí, a mãe dizia, mas precisa ir na escola, você não pode, né? Daí, ela fez um lanche para mim, um um um ela tinha aqueles guardanapos de saco, tudo limpinho, né? Pôs um ovo <laughs> pôs ali e me deu para mim. E eu fui lá, entrei chorando, chorando, sentei e até esperava, né? E daí uma... Lá veio lá a Mariana e falou assim, não chora, você vai ficar na na na sala da dona, da irmã, irmã, Ana, uma irmã lá, e ela é tão boazinha, você vai gostar. Né, mas eu chorando, chorando. Depois veio a Revolução de de vinte trinta e seis. Daí um um que era muito amigo dele falou, olha, Amâncio, mas se vocês não saírem daí eu pego a sua família e levo lá.

Nós saímos para lá, para lá, para cá. Chegamos num lugar que tinha rio. Travessávamos de canoa, né. Descemos descemos lá na canoa e fomos, olha que coisa, e fomos na casa desses Anteros, né. . Quando eu cheguei lá, toda assustada, eu falei, mãe, essa aí é a menina que levou eu lá para para Para sala da da irmã Ana, então, a mãe dela falou assim, ah, então não preciso nem apresentar, vocês já se conhecem, né? E ela tinha uma boneca de de papelão <laughs> papelão aquele tempo, eu peguei a boneca e saímos juntas, sabe. E ficamos ami irmãs. Ela mo mrreu,
E você
Daí a a mãe dela falou assim, ah você já se conhece, então não precisa nem apresentar. Daí eu vi a a bonequinha, peguei a boneca e saímos para lá, né. E daí Ela... Depois a Mariana casou, né. Quando ela casou,

Daí eu fiz assim, eu tenho a fotografia dela.

Mas ele também me queria tanto bem, só vendo. Quando ele já estava pequenininho, ele falou assim, mãe, eu quero escrever uma carta para minha madrinha. Mas eu quero eu que quero escrever. Então, ela falou assim, você vai escrever. pois, aquelas canetas assim, molhei, falei assim, eh mas pega na minha mão, mãe. A mão é minha. <laughs> Ela pegou e escreveu, sabe? Aí, quando ele deu, ele falou, olha, madrinha, fui eu que escrevi. Fui eu que escrevi. Eu falei, então, olha como está bonitinho, né? Eu fui eu que fiz, com a minha mão. <laughs> Isso foi uma coisa que foi só risada depois.
acho que. E a revolução, o que o que mais que a senhora lembra dessa época?
Da revolução, nós nós fomos lá, na casa

E foi um tempo feliz da minha vida. Chegamos lá, na casa dos conhecidos lá. Depois, eh, o pai já arranjou uma casinha que estava desalugada, já alugou. Né, ih ih nós então já ia lá. Eu eu não sei qual era a fruta meu Deus que tinha, que caía, que a gente entrava debaixo da... E chupava. Eu não me lembro se era manga, uma coisa tão boa. E tudo se marcou na Daí, depois ela casou, eu, o Sérgio, né.
e lá nessa cidade, a revolução não não, não, por nós não!
Não, não. Quando nós saímos, depois saímos com a roupa. umas trouxas. E tinha um cachorro que se chamava Nilo, que era um um parente da gente. O cachorro é fica da família, né? Ele foi junto. Então, é É. Daí o Nilo, quando quando ele não podia ver tiro, ele os soldados tudo assim, e ele latindo. Mataram ele... Mataram o Nilo. Isso aí também. A sua mãe foi junto nessa época? A mãe

Depois, quando terminou a revolução, a gente voltou para o normal

Alguma lembrança... Alguma coisa dos dias dos dias de

Sempre foi cantar, eu canto.

Eu gostava de cantar.
Eu só quero terminar essa entrevista cantando.
Uma canta... <coughs> Deixa eu ver o que eu posso cantar. As Três Lágrimas, ah... Conhece?

Então canta.
Deixa eu ver se eu me lembro. Deixa eu... As Três Lágrimas. Primeira. Oh, meu Deus! As três lágrimas As Três Lágrimas. A primeira...

Deixa eu ver. Ai, se eu pudesse me esquecer daquela noite de São João. Era bem bom, mas quase não vê. Eu era a moça mais bonita, com aquele vestido de chita, tudo enfeitado de fita, que pisou na povoação. Num volteado dos sapateados foi que nós nos conhecemos, os nossos olhos se encontraram, os nossos olhos se gostaram e nós também nos gostamos. No gemer da viola dessa dor que nos consola, eu fiz a declaração. E como quem pede esmola, os meus olhos mendigavam, os olharem dos olhos seus. Quando a esmola chegou, sei, meu Deus, eu nem sei o que senti. Não sei mesmo por que menti. Não sei como foi aquilo. Senti o nódulo, o grumilho, uma vontade de chorar. Eu quis segurar, mas qual? Os meus olhos se vaiou e uma lágrima rolou porque eu tinha esperança. E mais um ano você passou. Mas quando foi no outro São João, ainda estava bonita, com o vestido de chita tudo enfeitado de fita e o o ramo de flor na mão. O meu zóio tava seco, que nem roça de corvaia. Na hora dela sair, eu não queria que ela saísse assim sem despedir de mim. Eu agarrei na cabeça dela e, que nem um louco, eu beijei. Beijei a sua face amarela. E quando larguei, eu nem sabia chorar. O resto das minhas lágrimas eu dei para levar. E agora vem de tardinha que eu garro de cismar, de cismar, e de repente, sem querer, não sei porquê, me dá uma vontade de chorar mais com a. Os meus olhos secam na dor de uma saudade.
Muito bom. Agora fala seu nome inteiro. Hã? Fala seu nome inteiro.